Então vamos lá, seu Marcos.

Boa tarde. Boa tarde.
Nós vamos começando a entrevista falando qual o seu nome, local e data do seu nascimento.

Novecentos e quarenta e oito. O senhor pode dizer o nome dos seus pais e dos seus avós?

Meu avô paterno eu não conheci, e não cheguei a conhecê-lo, não sei o nome.

E minha avó materna eu também não conheci, não sei o nome.
É. Só sei que era uma índia. Qual era a atividade profissional dos seus pais? E se o senhor lembrar dos seus avós, do quais o senhor conheceu?
A minha avó, avó materna, tinha uma pensão. Eh, pensão no bairro do Tatuapé, durante muitos anos. E... Meu avô, eu não sei qual era a profissão dele não, porque eu também não o conheci, meu avô materno. E meu avô paterno eu também não cheguei a conhecer. Então, não sei a profissão. E a minha avó também. Avó materna também não.
E a profissão dos seus pais?
Meu pai é armador de de construção civil. Minha mãe é... O senhor lembra, assim, da origem da sua família?
Da onde eles vieram? O senhor tem algum...ah
A minha família, tanto do lado paterno quanto do lado materno, eles vieram de Minas. Acabaram se conhecendo aqui em São Paulo, mas toda a minha família, a primeira geração eh de paulistas sou sou eu, minha irmã, os primos assim da nossa idade, mas todas todos os as eh os antepassados nossos vieram de de Minas, toda a família. O senhor tem irmãos? Eu tenho uma irmã. É.
Como é o nome dela? Lígia. Nós vamos um pouquinho para a sua infância, para ver o que o senhor lembra da sua infância. a rua, o bairro onde o senhor morava? O que o senhor pode nos contar sobre isso? O primeiro lugar que eu me lembro é na rua Ivaí, no Tatuapé.
Eu me lembro desse lugar. Esse lugar foi onde eu comecei a gostar de música. Eu era muito criança, mas eu lembro que eu eu cantava muito, gostava de música. E já era uma pensão, era uma pensão enorme. Eu morava com a minha avó. Depois, nós mudamos para a rua para Tuiuti, também no Tatuapé, e também numa pensão. E também lá foi legal. Foi lá que eu fiz a primeira comunhão eh. Tentei jogar bola, mas não deu certo. Essa pensão, vocês moravam com seus avós aqui em

Como que era a família na? A minha avó e o... Não é meu avô, é...
A história é a seguinte, a minha avó fugiu de Minas com um soldado. Que entendeu, quando ela veio de Minas, ela fugiu de Minas com um soldado. Passou pelo Rio de Janeiro e caiu no samba lá. Depois vierem vieram para São Paulo e montaram essa pensão. Então a gente eh tratava ele como um avô, mas na verdade ele não era um avô. Era um avô postiço. Por que que ela fugiu? Ah. Coisas da vida, né? Fugiu assim... Essa história eles nunca contaram direito para a gente, né? Tanto é que o meu avô verdadeiro eu não conheci e pouco se falava dele.

Entendeu? Tinha alguma lenda, assim, que dizia o porquê que ela tinha fugido?
Coisas de amor, né?
Coisas, assim, de de amor mesmo. E
Nessa pensão, o senhor morou com os seus pais, com Não, eu morei com a minha avó. Tinha mais da família nessa Da família, não.
Da família
Minha avó e meu avô.
De vez em quando chegavam algumas pessoas de Minas, né? Pessoal que chegava de Minas, que eram parentes e tal, iam para lá. Estavam chegando em São Paulo, e ficavam lá, porque era pensão, sempre tinha espaço e tal, até se ajeitar. Mas aí ficavam por pouco tempo. Mas, de de parente mesmo, era minha avó e esse meu avô. E minha irmã.
E como era esse dia a dia seu na pensão? Acontecia alguma coisa? diferente. O que o senhor se lembra dessa época?
Não, não lembro nada de especial. Eu lembro que eu sempre fui muito quietinho, né? Tranquilo, entendeu? Brincava. As duas pensões tinham quintais enormes, as duas, assim, quintais enormes. Então, a gente brincava muito. Minha avó sempre plantou coisas, né? Eu também gostava de mexer na terra, plantar. E o senhor não lembra das brincadeiras que o senhor fazia com os coleguinhas? Era mais futebol mesmo, né? Mas tentava jogar futebol. Tentava.
E quando é que o senhor iniciou os seus estudos? Comecei... Externato São Vicente, na Penha... Eu acho que em cinquenta e quatro.

E quatro. O senhor lembra um pouquinho dessa escola, como era ela?
Era um colégio de... Era, não, é.
Um colégio de freiras. que existe ali na, perto do lado do Rosário, na Penha, existe. Externato São Vicente. Lá foi a primeira escola que eu eh... Eu já fui para o primeiro ano né, não fui no pré-primário. Foi a primeira escola. E o senhor lembra das dos amigos, da professora?
Não, não lembro não.
Alguma professora em especial?

Eram freiras né, mas eu não me lembro. E o senhor ficou nessa escola até que ano?
Ah, e qual foi depois a outra escola que Foi o Colégio Fernão Dias, na Avenida Celso Garcia. Era um colégio particular. E o senhor ficou quanto tempo nessa escola? Um ano. Também.
Um ano. Aí logo em se aí eu mudei para a Zona Leste. Até aí nós viemos morar definitivamente com a minha mãe. Então, conta um pouquinho essa essa trajetória de mudança de bairro.
Como é que foi isso? Não, porque assim que eu nasci, minha meu meu pai e minha mãe se separaram né.
Então, minha mãe foi à luta eh, foi estudar, entrou no Hospital das Clínicas para trabalhar, e a gente ficou com a nossa avó até até ela ter condições né de de de assumir a gente. Então, ela montou uma casa e aí nós viemos morar com ela. A gente sabia sempre que a aquela que a gente estava morando provisoriamente. Minha avó sempre falava, vocês vão morar com a sua mãe até ela até ela ter condições, entendeu? E aí a gente mudou isso em e oito, cinquenta e oito eu vim para a Zona Oeste e voltei para a Zona para a Zona Leste fazem oito anos. Minha vida toda foi aqui na Zona Oeste. Eee.
E conta um pouquinho desse tempo aí, quando o senhor voltou a morar com a sua mãe, como é que foi esse retorno? Foi legal. Eu eh eu lembro que nós fomos estudar no Colégio Rodrigues Alves, na Avenida Paulista, também um ano.
Meu primário, cada ano.
Aí eu me formei aqui no Godofredo Furtado, no quarto ano.
Nós moramos inicialmente na Avenida Paulista, que a minha mãe trabalhava numa clínica. Nós morávamos numa casa do fundo. Aí depois ela alugou um sobrado aqui na Teodoro Sampaio. Moramos um pouco eee e isso em cinquenta e oito. Cinquenta e oito, nós morávamos aqui, na Teodoro. Eu lembro, mais ou menos, por causa de Copa do Mundo entendeu. Meus minhas referências. Depois, nós viemos para Vila Madalena e. E aí, a gente já fazia admissão à ginásio aqui no... Não é o Maximiliano. O Maximiliano veio depois. Mas era um colégio aqui na Rua Morais, aqui na na Vila Madalena, na parte de baixo ali. Ah, eu sei qual é.
Então ali eu fiz admissão ao ginásio.
E aí começou assim uma fase muito legal da minha vida que. Estava chegando na adolescência eee. Começou o bailinho, entendeu? Começou... tinha ensaio escondido de escola de samba entendeu. Até então, é uma história era era uma coisa muito... Eu sempre tive assim fissura por escola de samba. Eu me lembro que ah a primeira as primeiras imagens, referência que eu tenho de escola de samba é que a minha mãe sempre leu muito. Ela comprava a revista O Cruzeiro. E eu via aquelas fotografia aquelas fotografias de carnaval isso é...gostava. Não sabia por que eu gostava, mas eu gostava. Se interessava.
Me interessava tal.
E aí, na Vila Madalena, quando nós mudamos, estava acabando uma escola de samba que teve aqui, uma grande escola, que teve aqui na Vila Madalena, que chamava-se Coração de Bronze. E eu lembro que nós mudamos perto do Carnaval e eu vi um ensaio dessa escola que desceu, a Fradique Coutinho, depois subiu. E essa escola era onde é o Maximiliano hoje. Era essa escola. Ali atrás, onde era o Max, era essa escola. Eu ficava louco, falei nossa. Por que que eu gosto tanto né? Depois eu vim a descobrir por que sabe. Coisas de família né. Por que que eu gostava tanto de escola de samba? Eee morei morei na. Primeiro na Wisard, depois morei na Fidalga, Da Wisard, a casa ameaçou cair, nós mudamos para a Galeno de Almeida, na casa de uma avó minha, nós ficamos uns dois meses, voltamos, aí morei na Fidalga, esquina com a Wisard, ali durante doze anos, um predinho que tem ali. E, nesse tempo, o senhor já ia ali na escola também?
Ali eh. A escola de samba eu vi uma vez, e era o último ano dela, depois acabou.
Então, eu já estava assim, mas eu lembro que desceu eh ensaiando E eu fiquei assim, mas vi da janela. Foi a primeira vez que você viu? Foi a primeira vez que eu vi uma escola de samba. E ensaio. E o senhor já estava estudando.
Nessa época, o senhor tinha quantos anos, mais ou menos?
Sessenta. Sessenta, eu tinha quarenta e oito, doze, doze, treze anos. Ruim de contas. <laughs> Quarenta e oito para sessenta, sessenta, sessenta e um.
E o senhor estava na escola também ali eee e já frequentava o bairro ali? O bairro ali
A gente... que eu conheci realmente os as pessoas é. Essa pessoa que veio depor aqui, a Maria Helena, nós nos conhecemos nessa época, porque ela também é moradora antiga da Vila Madalena.
Então, ali como a gente começou a ter
a vida social, independente da família, né a vida social de adolescente. Bailinho, tinha muito bailinho. E o senhor se lembra daquela época dos bailinhos, das músicas que tocavam? Lembro, era muito. Era muita música americana mesmo né, na época.
Tinha muito assim as pessoas tinha muitas turmas né do bairro que se encontravam, faziam os bailinhos. O senhor participava dessas? Completamente é assim. Então conta um pouquinho.
A Vila Madalena era um bairro negro tá. Era um bairro negro, um bairro assim de população de cinquenta por cento negro e cinquenta por cento português entendeu. Uma coisa que, em pouco tempo, isso acabou. Então, a gente tinha tinha feira de sábado. Ainda tem a feira de sábado. A gente se encontrava na feira, a garotada. Hoje onde é o bailinho e tal? Era na casa de. Se não tinha aniversário, era assim ah então vamos fazer na casa de fulano. Sempre ali na vila. Ou na Morato, na Fidalga. Entendeu? Na Fidalga, um pouco mais embaixo, na rua. Todos esses lugares era casas de famílias negras. E que sempre tinha, todo sábado tinha baile. Que tipo de música que eles tocavam?
Era Ray Conniff? Ray Conniff, é. O senhor lembra de algumas músicas que ficaram marcadas naquele tempo?
Muitas. Eu vou citar uma, La Mer, pronto. La Mer eu lembro que... a música que eu me apaixonava.
E, nessa época, o senhor tinha namorada? Como é que era? Tinha as né, as namoradinhas né. Não
O namoro era mais sério.
É, tinha as namoradinhas.
E o senhor lembra da primeira namorada?
Como é que foi?

O nome dela é Marisa. A gente namorou um ano e meio. Também aqui da Vila Madalena. Também na casa dela tinha os bailinhos. Ela estudava no mesmo colégio ou não?
Não.
Conheci ela nos nos bailinhos.
E quanto tempo o senhor ficou estudando nesse colégio? Nesse no Max, no Max eu entrei na primeira série e saí ao fim do colegial. Depois. Era no no no no primário e até a admissão foi um ano em cada colégio.
Eu inaugurei o Colégio Maximiliano, fui a primeira turma do Colégio Maximiliano, eee e entrei a primeira série do ginásio. E fiquei até eh o terceiro ano clássico, terminei o clássico. Então, fiz ginásio e clássico no Max, que é uma das coisas que, quando eu venho na Vila,
Tenho saudade, muita saudade do Max.
E a formatura, o senhor lembra como é que foi? A formatura do ginásio foi muito legal. Teve baile, baile de formatura no Clube Transatlântico, bailinho de formatura mesmo, tudo eh. Ah, um detalhe curioso. Como a minha irmã a minha irmã sempre foi mais levada, então ela cabulava a aula, não passava de ano, Tanto é que eu alcancei ela, que ela sempre estava um ano à frente. A minha mãe resolveu estudar com a gente. Então, a minha mãe fez o ginásio com a gente e. E então, na formatura do ginásio, a minha mãe era uma das formandas, junto comigo. E a minha irmã. Não a minha irmã, mesmo assim, ela parou na terceira série, agora, depois de velha, que ela fez supletivo, entendeu? E está estudando, depois de velha.
A sua a sua mãe frequentava, então, os os mesmos colegas ali? Eram colegas dela? Não. Tinham os colegas da da escola, entendeu?
Mas, na escola, no Max, eh não era a minha turma da da Vila Madalena. O Max tinha muita gente de fora, né? Eee não era a mesma turma. Então, a gente frequentava, assim, para estudar, vez ou outra, estudar, ou o pessoal ia estudar em casa, o pessoal do colégio. E no clássico não teve formatura, porque no clássico, quando eu fui fazer o clássico foi, eu tentei o científico, não aguentei, por causa de matemática, física, não aguentei. Fui fazer o clássico, adorei eee. Foi na época né da da ditadura tá, então nós éramos rebeldes, participava de movimento estudantil, fazia teatro, festival de música. queríamos ser vanguarda. Então, fes festa de formatura, para nós, era a maior caretice, era coisa de burguês e tal. Isso a classe toda, né? Porque o científico, então, na época, eram as de exatas, os o pessoal certinho, né? E o clássico era o curso dos dos artistas, dos largados, dos boêmios, dos eh dos pseudos vanguardistas. E não teve festa de formatura. O científico teve festa tal, mas nós achávamos que era caretice, entendeu? Festa de formatura. Terminou as aulas, todo mundo passou, ninguém repetiu da nossa turma. Fomos para o bar, enchemos a cara. Eee.
E essa turma, o senhor ainda encontra até hoje? São seus amigos? Encontro.
Inclusive eh, tem uma comadre que trabalha comigo na UESC. Encontro algumas pessoas, sim. Tem uma pessoa que eu não encontro, que infelizmente faleceu, que foi uma uma pessoa muito importante na minha vida. A gente começou o clássico junto. Conheci ele no Hospital das Clínicas, que eu trabalhei lá. Conheci ele lá e tal e fiz uma amizade assim e Embora a gente era da mesma idade, mas foi um cara que me deu assim uma consciência política danada. Foi com quem eu aprendi política entendeu, aprendi rebeldia. E e esse tempo do senhor, dessa turma?
O senhor não lembra de alguma coisa que aconteceu, que ficou marcado para vocês né nesse período todo da ditadura, da rebeldia? Você tem alguma mens passagem assim interessante? É que agora não vem né. Muita coisa é. Não vem.
Muita coisa boa aconteceu nessa época, muita coisa. Um fato marcante, por exemplo, é essa história né de não ter festa de formatura. por decisão nossa, dos alunos, entendeu?
Nessa época, o senhor não trabalhava ainda? Sempre tra trabalhando.
Trabalhando? Trabalhava no Hospital das Clínicas. Qual foi o seu primeiro emprego?
No Hospital das Clínicas.
E o senhor, no Hospital das Clínicas, fazia qual é a a atividade?
Eu trabalhava no pronto-socorro como... chamava-se registrante é.
Era a pessoa que fazia a ficha das pessoas que entravam. Pra mim, foi o emprego mais importante da minha vida, até hoje. Trabalhei lá durante cinco anos. E eu aprendi muito, muita coisa em termos de de vida, de humanidade eh. Eu fui mandado embora porque o meu chefe maltratou uma pessoa e eu mandei ele para o devido lugar na frente dessa pessoa. Mandado embora assim por desacato a a chefia e. E eu tenho um orgulho que durante cinco anos eu não levantei a voz Eu não demorei para atender eu até. Durante cinco anos, todas as pessoas que eu atendi, foi atendida com carinho e com atenção. Isso é uma coisa que o que é raro no serviço público. Eu tinha colegas assim horríveis, tinha colegas que. Tanto é que eu fui mandado embora que uma vez o o meu chefe, uma uma senhora que chegou, o filho estava perdido, e tinha entrado uma criança desconhecida né, sem documento, E era faltava era quase sete horas, sete horas encerrava o o setor de informação que era em outro lugar eee. Ela chegou no balcão e ele falou ó, tem que ser lá no registro. Ela foi lá no registro, só quando ela chegou lá estava fechado. Ela voltou, e já claro que voltou nervosa né, principalmente porque, quando ele mandou ela ir lá, ele falou ó, tem um moleque que entrou aí atropelado, mas só tem que ir lá para pegar a ficha. Imagina, ela vai, anda uns cinco minutos, chegou lá, não, fechou. Aonde é? A mulher voltou louca, com razão. Aí ele falou, ah, então volta amanhã. Nossa, hora que ela falou que ela falou isso para falei, não, eu vou atender a senhora. Você não vai atender, ah eu vou atender. Aí mandei ele para o devido lugar e atendi a senhora. E fui mandado embora.
E depois desse emprego? Depois não depois desse emprego, eu trabalhei na Telefônica, na Telesp.
Depois trabalhei na USP durante dois anos. Depois da USP, eu fui para a Bahia, morei em Salvador. Ah, o senhor morou em Salvador.
Então, conta um pouquinho essa esse tempo do do senhor em Salvador.
De Salvador? Porque eu ia fazer trinta anos, estava acabando o meu primeiro casamento, estava com crise de crise existencial né, e eu tirei férias na USP. Eu vou fazer meus trinta anos e disse ó, que era um sonho né, conhecer Salvador era um sonho. Eu falei ah, vou para lá e. Mas só que eu não estava legal de cabeça, eu eu acabei ficando lá um ano e oito meses, pedi Eu pedia a conta por pelo correio. mandei uma carta me demitindo da USP pelo correio.
O que que o senhor fazia lá?
Eu fiz tudo lá.

Eu comecei vendendo eh pipa de isopor, aviãozinho de isopor, na praia. Eu fiquei numa pensão. Nessa pensão chegou uma pessoa que vendia isso e. Eu me apresentei para ele. Falei, eu estou com vontade de ficar na Bahia, mas eu preciso arrumar alguma coisa para fazer, que meu dinheiro vai acabar. me leva para vender com você. Não, não, não. Nunca nunca trabalhei com ninguém, mas aí de manhã, quando ele ia sair, ele me chamou. Vamos lá, Paulista, vou te dar essa. Aí foi a minha primeira ocupação na Bahia. Depois conheci uma paulista lá que tinha um instituto de pesquisa, fui trabalhar fazendo pesquisa. Depois eu prestei concurso na Tele Bahia e fui trabalhar na Tele Bahia.
Fiquei na Tele Bahia eh.
Depois de seis meses que eu estava em Salvador, eu já fui para a Tele Bahia.

Eh. Depois vim embora.
E por que que o senhor veio embora? Para casar de novo.
Ah. O senhor não contou ainda do seu primeiro casamento.
Como é que foi a sua esposa? Como o senhor a conheceu? O meu primeiro casamento tem muito a ver até com a história da Tom Maior. Eu.
Comecei no Samba em mil Os ensaios da camisa verde em e nove eu desfilei pela primeira vez no Cordão Camisa Verde. Em setenta, foi criado, lá na Barra Funda, a primeira roda de samba de São Paulo, que era no São Paulo Chique, e que foi a primeira roda de samba que se tem notícia. Então, ficava um conjunto... Tem uma foto aí desse con do conjunto, conjunto tocando no palco, e o pessoal dançando, Foi quando teve a a invasão, e eu sou um dos responsáveis por isso, porque, inclusive, o Aníbal, esse grande amigo meu que faleceu, trabalhava na USP e a gente divulgou isso na USP. Então eh, virou a coqueluche de São Paulo essa roda de samba e e. E a grande maioria era pessoal da USP, os alunos da USP, e eu conheci minha mulher e a família dela nesse salão. Nesse que eu trabalhava na coordenação do salão, eu ainda não tocava. Eu ficava coordenando o salão, vendo o que precisava. E aí eu a conheci e começamos a namorar. A época, minha mãe tava mu queria mudar, queria não, ela mudou para para um bairro longe. E eu não quis ir, aí eu fui morar com o Hélio, que é um dos fundadores, que era marido dessa da Maria Helena. Ele tinha o um Conjunto, que eu acabei entrando depois, e tinha uma espécie de república que morava o sambista, a rapaziada do Conjunto Eu fui morar lá.
Isso era onde?

Na Barra Funda.
Na Barra Funda, na Rua Brigadeiro Galvão. E lá eh a gente... Somente eu e o Aníbal eh, sempre revolucionários tal né, não é legal, o presidente é ditador, não sei o quê, o presidente da escola de samba, Na época, acordamos. Vamos fundar uma escola de samba. O Hélio ah, vamos fundar, vamos fundar. Aí nós fundamos uma escola de samba e a primeira sede foi na minha... Foi uma coisa que aconteceu assim que Não pode ser na Barra Funda. Tem que ser... Aonde? Ó na Zona Oeste não tem nenhuma, então vamos fazer lá. Mas aonde? Eu falei, bom, vamos casar Elisinha. A gente faz a sede lá na nossa casa. <laughs> Daí alugamos uma casa aqui na Cristiano Viana. Eee casamos e foi a primeira sede da Tom Maior.
E conta um pouco mais sobre isso, depois a primei eh. E foi na sua casa. Primeira sede.
Foi na minha casa. Como é que acontecia as reuniões na sua casa?
O pessoal ia lá, se reunia entendeu eh.
Quando nós viemos para para cá, coincidentemente, estava surgindo uma escola de samba de garotos aqui na Vila Madalena. que eram acadêmicos da Vila Madalena. Coincidência. Aí nós falamos, vamos juntar com essa moçada, que inclusive alguns eram amigos meus aqui da Vila Madalena. Vamos juntar, vamos juntar. Fizemos várias reuniões e aí o impasse estava no nome, porque nós já tínhamos escolhido o nome, que era Tom Maior, e eles não queriam. E aí surgiu esse impasse. Aí eles se juntaram com outro bloco que tinha ali na Praça Benedito Calixto, que chamava-se Boca da Bruxa. Era um bloco de embalo, não desfilava oficialmente nada. E fundaram a Pérola Negra. Que é aqui?
Que é aqui.
Então, em fevereiro, nós fundamos a Tom Maior e, em setembro, eles fundaram a Pérola Negra. Em fevereiro de que ano? Setenta e três.

E o senhor estava casado com ela, não tinha filhos na época, como é Não tinha filhos, aí a gente continuou junto,
Arrumamos uma sede maior na Oscar Freire, aí a gente se separou e... Ela foi uma das fundadoras, então, com o senhor?
Uma das fundadoras é.
Ela, Maria He... os fundadores foram o senhor... Eu, o Hélio, a Maria Helena, a Maria Elisa, o Aníbal, a Célia, o Tunica, quem mais que estava? A irmã da Maria Elisa, a Virgínia, a Adinha. Era uma turma grande. Quem mais? Maria Helena, já falei. Era Era um grupo de universitários, um grupo da Vila Madalena e um grupo da Barra Funda. Eram três grupos que se juntaram e fundaram o Tom Maior.
E como foi esse início assim? Como que vocês começaram as primeiras?
Foi tranquilo, porque o Hélio, o Hélio que ele era o presidente, ele ele já era conhecido, ele era um já consagrado no samba, era diretor da Camisa Verde. Então, ele conseguiu os primeiros instrumentos financiados e nós começamos a ensaiar, mas a gente tinha na cabeça um eh uma coisa que valeu a pena, que nós tínhamos a seguinte coisa na cabeça, não vamos trazer ninguém do Camisa Verde, nem de outra escola. Vamos pegar aqui no a época ali no Oscar Freire, tinha muito cortiço tal. Vamos pegar a rapaziada daqui, a criançada, a molecada. Então, nós conseguimos desfilar o primeiro ano com pessoas só do Tom Maior. Porque a gente já tinha essa consciência que era necessário fazer escola. Não só desfilar, mas fazer uma escola entendeu. E isso foi muito importante porque está existe até hoje. A época, a gente... Isso acontece ainda, mas na época já acontecia. Quando aparecia uma escola pequena, vinha uma grande, e no caso, na época, foi a Mocidade Alegre eh, sondar, olha, vocês não querem a gente ponha uma ala aí, vocês põem o pessoal de vocês lá, vocês ensinam com a gente, e a gente manda uma ala para vocês tal, e nós não aceitamos. Isso acontece até hoje. Então, quando surge uma escola nova, sempre vai uma grande para... trazer componente né e em troca de algumas coisas. Mas isso nós batemos o pé, batemos o pé. Isso é um fato, acho muito importante na história do Tom Maior. Vocês não deixaram ser.
É, não não deixamos.
Que outras escolas tomassem conta. Tomassem conta.
E vocês foram continuando assim, os os primeiros sambas, como é que foi essa essa coisa da formação O Tom Maior sempre eh... Sempre não.
Teve um período muito longo de turbulência política. Antes do primeiro desfile, antes do primeiro de, nossos ensaios estavam fantásticos. Nós mesmos não acreditávamos. Vocês ensaiavam aonde? Na sua casa ou não?
Na rua. Ali, na Cristiano Viana, na Amália de Noronha.
A gente ficava andando pela rua ali. Logo em seguida nós, quando a gente mudou para Oscar Freire, tinha a feira moderna, na Oscar Freire, que era uma feira coberta. Hoje, onde é a estação do metrô. Ali na Avenida Sumaré. Ali tinha uma feira coberta. A gente ensaiava lá também. E antes do do primeiro desfile, teve o primeiro racha. Toma ela. Primeiro racha. Que o Hélio, que era o chefe do conjunto e era o presidente, apareceu uma viagem para a Argentina, para o conjunto. Aí ele veio e propôs o seguinte, ó, vamos adiar para o ano que vem, porque tem essa viagem o conjunto não pode perder. Espera aí, Hélio, não tem cabimento. A gente tem mobilizado toda essa rapaziada. Agora, chegar para eles e falar, olha, não tem mais? Só o ano que vem? Você esqueceu que é na minha casa né. Não, não, não, não. Aí eu eu fiz uma reunião, só eu só eu e ele, fiz uma reunião Hélio. Eu não vou, mesmo que isso me custe sair do Mas eu vou pôr o samba na rua. Isso o senhor já estava no conjunto?
O senhor tocava o quê no Tocava cuíca. Mas era um conjunto dentro da escola?
Da escola? Não, não.
Esse conjunto, ele nasceu na Barra Funda. No Camisa Verde.
Antes da escola?
Antes da escola. Antes da escola. Tem uma foto, é essa que você falou que talvez não dê... Essa escola essa foto é antes da escola.
É no tempo que o senhor... Foi para Ca foi... para o Camisa Verde. Para a Camisa Verde. Camisa verde. O senhor conheceu a sua esposa lá? Lá no salão, na.
Roda de Samba. O conjunto tocava lá no salão?
Eu ainda não tocava no conjunto. Como que foi que você começou. Porque aí.
Minha mãe foi morar longe num num. Não lembro onde minha mãe. Eu fui morar nessa casa. E, nessa casa, eles ensaiavam. E o cara que tocava cuíca tinha saído do conjunto. E comecei a tocar, o Hélio falou, você leva jeito, ensaio, ensaio, ensaio, ensaiei, e aí depois de alguns meses eu já estreei Como era o nome do conjunto? Chique Samba Show. E vocês faziam apresentações aonde? Ó nós. Nós éramos fixos no programa do Silvio Santos. Às quintas-feiras e aos domingos a gente tocava junto com a orquestra. E fazia fazíamos shows assim. Foi antes dos Originais do Samba, o nosso conjunto. Aliás, tinha Os Originais do Samba do Rio de Janeiro e nós aqui. Então, todo grande show de samba que tinha, por exemplo, nessa foto, a gente estava se preparando que ia ter um show do Paulinho e da Viola, no Garitão, e nós acompanhávamos. O Garitão trazia os grandes sambistas. E quem era eh chamado para acompanhar era esse conjunto.
E nesse, eee nesse tempo, o senhor não trabalhava ou já
Aí eu parei, né? Parou. Parei de trabalhar. Eu vivia do conjunto. Do conjunto. Aí
Saí do conjunto, porque aí eles fizeram um trato.
Falei, olha, eu não vou, mesmo que isso custe eu sair do conjunto. Mas a gente tem que pôr o samba na rua. Ele falou, eu não vou pôr o samba na rua, mesmo que isso custe sair da escola. Eu falei, então tá tudo certo. Ele saiu da da escola e eu saí do conjunto. Aí a minha cunhada, a irmã da Maria Elisa, assumiu a presidência.
O resto do conjunto foi para Buenos Aires. Então o pessoal da Barra
da Barra Funda, na verdade, não chegou a desfilar no primeiro ano. A Maria Helena ela chegou a fundar, mas o pessoal da Barra Funda se retirou. Ficou o pessoal da USP né, que era minha esposa, os estudantes, e o pessoal da Vila Madalena, que era eu, Tunica e tal. E desfilamos, fomos o segundo colocado do primeiro ano.
Isso o senhor lembra o ano que foi? Setenta e quatro, foi o nosso primeiro desfile.
E tiramos em segundo lugar. Foi o primeiro ano de desfiles. Segundo lugar, só tinham três grupos de escola de samba. E o primeiro lugar foi a Pérola Negra.

<laughs> Foi uma rivalidade, assim, saudável né. Mas é, existe uma rivalidade. Primeiro lugar foi a Pérola Negra. Segundo lugar, nós. Aí subiram as duas para o segundo No no segundo ano, a Pérola Negra tirou em em primeiro, nós tiramos em terceiro, aí eles subiram para o primeiro grupo, aí nós ficamos mais um ano no segundo grupo. No terceiro ano a gente, aí a gente subiu para o primeiro, aí nos encontramos com a Pérola de novo. A Pérola durou mais no primeiro grupo, então nós subindo e descendo. Uma história eh... A cada ano mudava-se o presidente do Tom Maior. a cada ano. Não ganhava o carnaval... Mas mudava o presidente.
Não ganhava o carnaval, caía o presidente, não ganhava o
Eu fui duas vezes presidente do Tom Maior.
Em duas oportunidades. O senhor foi o o fundador da Tom Maior. É, fundador. Eh. Qual as outras funções que o senhor desempenhava na escola? Porque tinha que ter várias outras atividades também. Não, tinha uma diretoria. A primeira diretoria foi desfeita antes do primeiro desfile.
Aí entrou outra diretoria. que a presidente era a minha cunhada, a Virgínia. Eu era diretor geral eee fazia tudo né. A sede era na minha casa, então fazia tudo. Eh fazer ajudar a fazer fantasia, organizar ensaio, a parte administrativa assim geral. Como que era financiada essa a escola como é que
A escola ela teve uma verba inicial para desfile né o primeiro desfile.
Antes é assim, cada um dava um pouco cada um dava um pouco então para manter os instrumentos tal. Quando chegou no carnaval no primeiro carnaval, teve uma verba da que tem né, da se na época, a Secretaria de Turismo, e a gente conseguiu pôr a escola na avenida eee. Depois eh, a gente foi subindo. Passou muita dificuldade, muita dificuldade, já teve muita, endividada, entendeu? E. E, na verdade, Tom Maior está, assim, vamos dizer, estável faz uns oito anos. Ela conseguiu atingir uma estabilidade, inclusive financeira, né? E ter casa adequada. Que a gente sempre foi da rua, sempre tivemos muito problema, muito problema com vizinhança, Muitas, muitas vezes a polícia parou nossos ensaios, levava a gente para a delegacia. Muitas vezes, muitas vezes. Principalmente porque o bairro tinha poucos cortiços. E aí os poucos cortiços foram acabando. A classe média chegando, entendeu? O que que está fazendo? Uma escola de samba aqui no Sumaré né, aqui no bairro quase nobre e tal. Nós fizemos uma ex uma experiência, vamos embora para o Campo mudamos para o Campo Limpo. E lá no Campo Limpo eh apareceu um outro problema, entendeu? Pessoal do Campo Limpo querer tirar a escola da gente. Ingenuamente, principalmente, eu achei que era normal né entregar alguns cargos para eles, uma vez que a gente estava no bairro, eles que levaram a gente para lá. Aí foi a época que eu entrei em parafuso, separei e fui embora para a Bahia. Quando eu fui embora para a Bahia, Tom Maior estava aqui no Campo Limpo. Quando eu voltei, o pessoal do Sumaré tinha ido lá buscar, tinha voltado para o Sumaré. Ficou dois anos no Campo Limpo.
Na época que o senhor não estava aqui em São Paulo, quem é que ficou de presidente? Quem é que Quando eu saí, estava o senhor

E quando eu voltei era o o Rui, ambos falecidos. O Rui era aqui de Sumaré, era um um militar da Pê Eme e. Também gostava muito, estava desde o começo no Tom Maior ele. Ele e um grupo daqui de Sumaré trouxeram de volta para Sumaré. Aí no Sumaré a gente... fizeram Avenida Paulo Sexto, nós ficamos um tempão lá embaixo da Avenida Paulo Sexto. Aí desprezaram a gente, aí nós fomos para a rua. A gente ensaiava na Avenida Sumaré, aqui do lado, onde... Aqui perto da... Perto do viaduto Paulo Sexto. Depois nós fomos ensaiar na Avenida Sumaré Sumaré, depois da da do metrô, do lado direito, um terreno. Onde tinha um terreno, a gente invadia para ensaiar. Mas sempre durava muito pouco.

Porque a a vizinhança não suportava. Mas a gente a gente não a Mas era um bairro, era um bairro impróprio. E alugamos. O primeiro lugar que deu uma certa estabilidade foi aqui na Doutor Arnaldo tá, que a gente alugou ali tal. Mas ali era alugado, entendeu eee. E acabou que ficou devendo muito aluguel, aí foi despejado. Aí voltamos para a para a rua por um ano, depois alugamos um galpão aqui na na Rua Butantã, O galpão era uma fábrica velha, ficamos um ano. Aí começamos a ensaiar no Projeto Equilíbrio, onde era o Projeto Equilíbrio. Enquanto esse galpão ia entrar em reforma, que apareceu um benemérito aí, um patrono. Aí ele se interessou, ele negociou com o Projeto Equilíbrio, abandonou o galpão aqui. Aí ele arrendou por dez anos e entregou para o Tom Maior. Aí um outro grupo que apareceu. Eu eu não sei direito, não sei essa parte. Só sei que tem um grupo que banca lá né. Essa parte eu não não entendo direito. Só sei que o Tom Maior está estável, entendeu? O senhor participa hoje?
O senhor está lá? Não, eu... Aí tem uma história na UESP.
Como é que foi essa sua entrada na UESP? A UESP era a União das Escolas de Samba Paulistanas. Hoje existe ainda. Tem a União, que cuida das das dos grupos menores. e tem a liga que cuida da elite. E eu ia representar o Tom Maior nas reuniões, que Tom Maior era da UESP. Ia representar Tom Maior. Aí, em oitenta e seis, a Leia, que hoje é presidente, foi trabalhar como secretária e recepcionista secretária. A gente pegou amizade, aí tinha eventos. Ela começou a me colocar nos eventos da UESP. Feijoada eh, concurso de mestre-sala e porta-bandeira, Aí eu comecei. Aí, no carnaval, ela me colocava para trabalhar também, para organizar carnaval de bairro, para organizar o desfile. Aí teve o ah o racha né da da Ligas, as grandes escolas, por causa da Rede Globo. Tá isso rachou por causa da Rede Globo, isso é verdade. Então, conta um pouquinho para a gente sobre isso.
A história da Rede Globo.

Aconteceu o seguinte.
A UESP era a única entidade. Era a. Tanto é que todas as todas as escolas de samba que existem na cidade de São Paulo passaram pela UESP. Todas tá. Tem uma grande mai (gagueja) um pequeno número que está lá na Liga, mas esse pequeno número, todos eles todos passaram pela.

Seis, a Globo resolveu eh investir no Carnaval de São Paulo. E foi negociar na UESP. A UESP, na época, tinha cento e vinte escolas de samba filiadas. Tinha carnaval em oito bairros, fora a Avenida Tiradentes e a UESP. A Globo quis negociar. A primeira coisa mudar o calendário, porque o nosso grande carnaval era domingo, o grande carnaval da UESP. Domingo à tarde tinha os blocos, começava às três da tarde, aí emendava de domingo para segunda o grupo um. que hoje é chamado especial. E superlotava a arquibancada, a Avenida Tiradentes, as barraquinhas. Aquilo era uma festa mesmo. Para mudar o. Para a Globo, tinha que tirar o domingo, porque o domingo tinha o Rio. E eles quiseram mudar para sábado. Aí tinha que mexer em todo o calendário da UESP. Então, quem desfilava de sábado era o terceiro grupo. O terceiro grupo tinha que ir para a segunda, Ou para, quer dizer, mexia com todo o calendário. E o presidente, da época na época da UESP, não teve jogo de cintura, porque ele deixou as as pequenas escolas, que não iam ser <coughs> eh focalizadas pela pela Globo, elas queriam uma compensação também, só para mudar o dia o dia do desfile. Eu achava que não tinham. Não. A minha opinião era essa. Inclusive, Tom Maior..

Quem vai ser quem tem que ganhar o dinheiro da transmissão são as as escolas que vão aparecer na televisão. Não tem essa de compensação. Aí surgiu o impasse, o presi... A tele, só um pouquinho, a televisão pa pagava um valor? Paga até hoje. Paga um valor. Para cada escola de samba? É, uma mixaria. É uma vergonha o que eles pagam. É uma vergonha mesmo. Aí o que que eles fizeram? Fundaram a Liga das Escolas de Samba. As dez escolas do Grupo um fundaram a Liga das Escolas de Samba. Liga Independente. E aí a Globo a Globo chegou a falar é muito melhor negociar com dez do que negociar com cento e vinte. E por isso que rachou.

Agora, ultimamente, está tendo até um movimento, porque eles também eh... Não deu certo a Liga né. Não deu certo mesmo, está inadimplente. Tem um movimento aí de uma volta para a UESP. A UESP hoje é uma entidade muitíssimo respeitada eh. Continuando a história para voltar. Ah, volta um
Como é que eu cheguei na UESP né?
Comecei ir nesses eventos eh eh, produção de carnaval, coordenação de carnaval, eventos que ia durante o ano. Quando tinha campanha para presidente né, a Leia, então, já era uma pessoa muito importante dentro da UESP como secretária. Entrava diretor entrava diretoria, saía diretoria, ela se mantinha como secretária executiva. Então, ela era a pessoa que tinha tudo na mão. Eee e sempre que tinha eleição, campanha eleitoral, ela me chamava para discutir, ó, Marcos tem tal, tal, presidente, o que você acha, quem que a gente vai apoiar. E a gente tinha uma certa força. Até que chegou um ano que a Leia me chamou e falou uma coisa. Vai ter eleição, o Robson vai sair. Quem vai o o ano que vem? Eu falei, você. Ela falou, você está maluco. Eu falei, você. Você, chega de eleger os outros. É você, é você. Vamos montar uma chapa. Montamos uma chapa. Ganhamos. Ela está há três mandatos lá. Ela fez um mandato absolutamente revolucionário, transparente. Ela fez uma primeira reforma na UESP uma primeira Foi quando ela, dessa reforma, ela destinou um espaço para o Centro de Memória e Documentação do Samba. Ela fez uma reforma na UESP. Teve o primeiro carnaval. Antes de chegar o segundo carnaval né, ela fez uma reforma na UESP que a UESP ficou fechada. Quando reabriu, as pessoas iam lá e falaram não, não é possível. De onde você tirou o dinheiro Léia para fazer isso? Da onde eu tirei? Do dinheiro da verba, porque a UESP retém cinco por cento da da verba de cada escola para a administração. Mas ela falou, olha, você pergunta para os outros que passaram, por que que eles não fizeram? Porque ó não tem mais dívida ela pagou todas as dívidas, pegou uma UESP endividada, fez uma mega reforma. No dia da da inauguração, nós já tínhamos talão de cheque de novo, não tinha mais. A UESP estava assim, recuperada. Então, ela deu um um patamar assim, uma um status para a UESP, hoje, sem dúvida, a entidade mais séria do Carnaval de São Paulo a ponto. A ponto de eh, ano retrasado, a Liga já ficou inadimplente, não. A Liga teve a verba bloqueada. Teve problema de dívida, o juiz decretou que quando saísse a verba, o tinha que reter essa ver essa verba e passar para o para o credor né. E a Léia, ingenuamente, com dó né, dó, falou, não, então eu retiro. Ele retira o da UESP e retira o da Liga, e repassa com a Liga. Ela foi parar na polícia. Ela foi parar na polícia. E o ano passado, de novo, eles não podem retirar. O ano passado, cada escola negociou um contrato com a EMBI. Entendeu? Eles vieram.

Com a Léia falei, não, agora vocês se viram. Eu não vou mais correr esse risco, não. E eles estavam assim, inadimplente, ao ponto que a UESP. Então, qualquer coisa que se procure né fazer, que nem a gente está com um projeto do tombamento de Samba de São Paulo eh. Quem vai tocar isso? Primeira coisa que eles falaram, uma das coisas que eles falaram. Tem que estar, vai rolar muita grana, tem que estar eh com a documentação, tudo em ordem. Então, só pode ser a UESP.
O senhor que está nesse... Eu estou nesse Coordenando esse projeto. Não foi duro largar as a Tom Maior, que você estava ligado desde a da formação?
Não, a Tom Maior aí eu eu... A Tom Maior foi para a Liga.
Nesse meio tempo assim, a Tom Maior foi para a liga subiu e foi para a Liga. E aí eu tive que resolver né. Mas eu estava muito muito... Não era eh não era nem diretor ainda da UESP. Não já era sim. Não não era nem diretor da UESP. Mas eu já estava muito envolvido com com a com a UESP. Eu não fui para a Liga com a Tom Maior. Eu fiquei entendeu. A minha escola é da Liga e eu sou da UESP. E acho que foi a melhor coisa, porque, principalmente depois de começar esse projeto de memória, imagina, eu não eu não largo a UESP de jeito nenhum. E, com o tempo, eu vinha no Tom Maior, saía com as baianas, ensaiava as baianas. Vinha na época de Carnaval, ensaiava e desfilava com as baianas. O senhor sempre teve a participação na Tom Maior?

Paralelamente.
Não como diretoria. Eu me afastei da diretoria eee. Quando eu eu já tinha sido vice-presidente, por pouco tempo, na UESP, um presidente maluco, entendeu? Eu e a Léia ficamos de diretores tampões assim, saímos e... Quando eu virei vice-presidente da UESP, eu achei, eticamente, que eu devia sair da diretoria da Tom Maior, porque a Tom Maior era afiliada à UESP tal. Daí num voltei a ser mais diretor da Tom Maior, e cada vez eu virei diretor da UESP, depois saí da diretoria para documentação, mas todo ano eu vinha, eu vinha quinze dias, um mês antes do Carnaval, ensaiava as baianas, comprava a minha a minha roupa e desfilava. Esse ano foi o, quer dizer, O ano passado foi o último que, esse ano, eu parei. Eu não vou mais na Tom Maior.

Não vou mais lá.
Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. E o senhor pode contar ou não? Aconteceu que... eu não tive roupa.
Simplesmente isso. Não tive roupa para desfilar. Não que eu... Eu sempre paguei. Mas com o jogo de empurra... Não, fala com o fulano. Não, ainda não tenho desenho. Fala com o fulano. Não, não é comigo. Entendeu? Eu vi um direto, um mês e meio aí. Até uma semana do Carnaval, mandaram falar com um tal de Rogério, que eu não sabia. Você que é Eu falei, como é que é a fantasia das baianas? Ah, não é comigo. É com o o coordenador das baianas da Avenida. Eu falei, não, espera aí. O coordenador das baianas da Avenida sou eu. Eu que saio com as baianas. Não, não mas é você que é o Marcos, é? Não é mais você? Você vai falar com esse cara assim e assim? Aí eu, eu virei as costas e vim embora. Não tem cabimento. tem alguma alguma importância nessa escola, né? Chega uma... Das pessoas que fundaram a Tom Maior, muitas continuam lá, algumas continuam ou já saíram

Todas.
Eu era o único o último remanescente. Você acha que teve uma mudança assim na escola É teve para esse tratamento que te deram? Não, é porque virou, assim, uma... Eles dizem que é profissional, né? Eu acho meramente comercial. E virou uma escola de mala, e eu sou uma pessoa muito chata, entendeu? Eu preservo alguns fundamentos do samba entendeu preservo a. Preservo mesmo. Eu eu sou contra a invasão da classe média na escola de samba entendeu eu. Eu me lembro que, quando quando eu olhava essas revistas, quando criança, eu me lembro que uma das coisas que me atraíam era a sensualidade. Tá eu tenho isso bem claro então eh. Mas hoje virou pornografia. Não sei se vocês estão entendendo virou. O desfile da escola de samba virou uma coisa eh... Não é uma sensualidade da dança, porque na época ah num num tinha mulher pelada, o que eu vi na revista não era mulher pelada, era cabrochas com saia dançando. Mas eu me lembro que tinha um lance de sensualidade que eu sentia né. Aliás, a primeira vez que eu senti um negócio foi olhando essas fotos. Então, acho que a escola de samba ela tem uma ela tem a a a música, o samba, A dança tem uma sensualidade sadia tá. E hoje virou qualquer coisa tá hoje virou qualquer coisa tá. Hoje eh a mulher desfila pelada assim... Por que que mulher tem que sair pelada? Pelada assim. Pelada mesmo né com. Algumas até sem maquiagem, sem se maquiar.

Se fosse uma sambista não é. Não samba, mas é uma uma famosa. Paga para sair entendeu, paga bem entendeu as. A Globo impõe. A Globo impõe isso, eu tenho prova. A Globo impõe o artista que vai sair na escola entendeu. A escola paga esse artista. Eu tenho provas disso. Se perguntar para o presidente, eles vão negar. Mas eu tenho uma prova assim eh contundente dessa história. É uma história que eu quero contar também para eu. No meio do caminho da minha vida, eu tinha saído... O que que aconteceu? Eu tinha acabado o meu segundo meu segundo casamento. E aí eu estava desempregado também. Uma vez eu fui na casa de uma... Hoje ela está na Itália, a Edna, que fazia fantasia para shows de mulata. E ela falou, você é de escola de samba? Foi uma amiga dela que me levou lá. Uai, conhece a Edna? É, eu preciso fazer umas lavações de arame e. Trabalha em Barra falei é. Trabalho em barraca, mas eu não nunca peguei em arame. E era uma pessoa muito chata eh, inconveniente. Não, você vai fazer. Eu falei, não, oh Edna, eu você vai me desculpar, mas eu nunca... Eu trabalho em barracão, mas com arame eu nunca lidei. Ela falou, não, você vai fazer. Ela foi lá, pegou um modelo, porque o cara que fazia para ela tinha sumido. Ela pegou um modelo de um portaceio lá, trouxe e falou, isso aí é fácil fazer. Não sei nem por onde começar. Ela pegou o arame, a fita crepe, Você vai fazer essa... Primeira vez vez que eu vi essa mulher. Ela falou, você vai fazer, senão você não vai sair daqui. E você é capaz... Aí eu... Bom, essa mulher... Eu não vou sair daqui. Aí eu fiz. No outro dia, a pessoa que tinha encomendado foi lá. Ela ligou para mim e queria mais seis. Eu falei, pô... Mais seis? É. Eu falei, mas estava Ela falou, você fez certinho. Coisa né sobrenatural, né? Aí ela falou, ó, precisa fazer umas cabeças. Falei, não, aí você já abusou, né? Cabeça já era... Ela trouxe uma cabeça, desmontou, na minha... Falou, ó, presta atenção. Desmontou, falou, agora faz. Falei, eu não vou fazer. Não vou fazer. E eu fiz. E no outro dia, quando ela entregou, a pessoa encomendou mais seis. Aí eu falei, mas aonde? Onde que eu aprendi? Eu aprendi isso, sabe aonde? Vendo meu pai dobrar ferro como armador. Eu ia levar...ele trabalhava em obras perto de casa e eu ia levar marmita para ele. Eu ficava olhando ele trabalhar com alicate, dobrando os ferros tal isso. Depois de muitos anos, aí eu me tornei o melhor de São Paulo. Coisa maluca! Eu vivi disso há muito tempo, de fazer armação aí. Aprendi a fazer costeiro, aprendi a fazer vários tipos de cabeça, eh aprendi umas inventei umas técnicas que só eu domino.
Para manequim? Não.
Armação para fantasia. Fantasia. Tem o porta ceio, tem cabeça, tem ombreira, tem costeiro. Tudo isso é uma armação de arame. Depois você decora, mas tem uma armação de arame. Então eu me tornei especialista nisso coisa. Uma das coisas mais loucas da minha vida. E o senhor fez isso em que tempo que foi esse?
Que época que foi essa que aconteceu isso? Faz muito tempo? Comecei em...

Fiquei até noventa e sete. Fazendo isso. Para todas as escolas de samba? E Principalmente para show, para show para essas meninas que viajam para fazer shows no Japão tal e a Edna. Ah a Edna já foi sambista, já foi rainha de bateria, então ela tem um relacionamento assim muito grande. Já teve grupo de samba, grupo de mulatas. Ela também dá aula de dança, então as meninas eh iam fazer aula lá e aí. Esse essa era a minha clientela. E o senhor também desenhava as peças ou ela já?
Eu não desenho, não desenho nada. Eu vou fazendo.
Eu não desenho, eu vou fazendo. É louco eee. Dos grandes um dos grandes sustos da minha vida né como é que. Do nada né eu comecei a fazer isso e gostei. Parei quando eu fui... eleito diretor da UESP, porque aí também não tinha mais tempo né de. Mas eu fazia fazia para o Rosa de Ouro, para o Vai-Vai, para para Tom Maior, para Tom Maior. Chego um dia na quadra, está lá no mural, Luiza Tomé vai desfilar na Tom Maior e vai trazer oito seguranças. Eu falo para o presidente, presidente, que história é essa aí? Luiza Tomé vai Oito seguranças para quê? Você ainda põe no mural? Você está orgulhoso disso? Por que que ela tem que trazer oito seguranças para desfilar na escola de samba? <coughs> Não, é que ela num não sabe direito. Falei, mas como é que é isso aí? Não, foi a Globo que indicou ele falou. A Globo que a a Globo que indica quem vai sair. Esse menino que sofreu um acidente, o Gerson Brenner, foi indicado pela Globo, desfilou na Tom Maior. a Luiza Tomé, a Adriana Bombom, que é hoje a rainha da bateria. Só que a Adriana Bombom teve uma coisa legal, ela se apaixonou pela escola. Então hoje ela ela paga para sair entendeu. E aí eu ele veio falar comigo, eu fazia a roupa das meninas da frente da bateria. A rainha de bateria, a princesa, a rainha Mirim, E ela ia sair de musa da bateria. Eu falei, Marcos, quanto você vai pagar para essa mulher? Doze mil. Eu falei, mas por que que a Globo não paga? Não, a Globo indica, entendeu? E a pessoa a artista vai lá na escola de samba e fala o cachê. Eu falei, mas qual é a vantagem, Marcos? Qual é a vantagem disso? Não, porque dá visibilidade para as escolas, dá mídia. Eu falei, mas mídia dou eu, cara. Mídia dá você, dá Gisele, entendeu a? A Cristina. O Paraná a. Nós somos os artistas. Se toca, larga a mão de ser bobo meu irmão. Mas não é só ele né, é a maioria das escolas. Ele me pediu para mim fazer a fantasia dela. Mas dá para você fazer a. Trouxe o desenho, a armação tal, a fantasia. Eu estava fazendo das meninas assim. Eu fazia a armação, a gente saía, comprava, faz cotizava, comprava as plumas, as lantejoulas. A Edna fazia a, que eu não costurava, a Edna fazia a a tanga, e ela a gente sentava e fazia junto. Isso a corte da minha escola. Aí ele falou, Marcos, dá para você fazer a fantasia Então eu falei, pô, claro que dá meu é tá. Ah então, se precisar comprar o material. Eu falei, não, espera aí, tem preço. Tem preço. Quanto você quer? Eu quero seis mil. Que eu falei eu quero seis mil para fazer a fantasia dela, que aí desses seis mil eu faço das meninas daqui eh. Onde já se viu? Que onde já Entendeu e aí aconteceu a coisa mais horrível. É claro que ele deve ter pedido para outra pessoa fazer, mas eu acho que eu pedi pouco. Ela está ganhando doze mil, eu vou ganhar seis mil para fazer a fantasia dela, não é? Muito justo. Acabei não fazendo. Aí chegou na avenida eu. <coughs> A baiana saía atrás da bateria, as baianas. Na frente da bateria vinha a nossa corte, na frente da nossa corte, mas sai o porta-bandeira. E ela vinha na nossa corte, as meninas ali da da frente. E eu estou andando com a... <coughs> Eu cheguei a ver lá na concentração e falei, essa mulher está chapada. Tive a impressão, falei, tenho impressão que essa mulher está chapada. Aí eu estou andando a Ala das Baianas e a bateria na minha frente começa a fazer assim. Sabe ficar pendente? Um lado da bateria parou e o outro andou. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí. Fui lá na frente da bateria e está a senhora Luiza Tomé, linda, maravilhosa, parada, semi-bêbada, dan dançando não, porque ela não sabia nem andar no ritmo. Se apresentando para para a televisão, para os fotógrafos. O diretor de bateria é em pânico. Porque uma parte da bateria já estava atropelando a porta-bandeira, e ela lá sambando. Os diretores de harmonia da escola tudo babando com a Luíza Tomé. Aí eu cheguei lá e falei, Luíza, vem aqui, ó. Aqui você está... tem muita gente perto de você. Eu vou te co colocar num lugar que você vai ficar isolada. Assim que passar lá das Baianas, você fala comigo. Falou, falei, ela falou, tá, falei então encosta aqui, deixa a bateria passar, daqui a pouco... Mas ela sabe o que é ala de baiana? Ela não tem noção. Ela encostou e ficou esperando eu chamá-la para voltar para o desfile. Ela parou ali, entendeu? A escola acabou o desfile lá e ela está encostada lá, esperando. Imagina a briga que eu arrumei com a escola.

Quanto tempo?

De lá para cá, o senhor ainda continua? Continuei.
Agora, só esse ano teve um, deu essa coisa lá, eu não quero ir mais, não. Eu acho que eu num num... É verdade, né? Eu não quero... Eu não quero... Como se diz é? Estátua não quero nada... Eu só quero ser tratado como como qualquer sambista, com respeito, né? Então eu vou lá para né... E a minha escola tem que me respeitar. Eu falei para o meu presidente na Avenida, cara, você devia mandar a minha fantasia em casa. Falou é, você é presunçoso. Eu falei, eu sou. Você devia mandar a minha fantasia em casa. Como eu acho que o as pessoas que te sucederem aqui, quando você estiver na velha guarda da escola, as pessoas têm que te tratar com respeito. É para falar de coisa triste. <laughs> E hoje o senhor na na UESP.
Na UESP, eu sou... Me conta um pouco desse projeto seu.
Então, na UESP, eu fui diretor por dois mandatos, diretor secretário e, ao mesmo tempo, interessado pelo centro de memória e documentação, mas tinha o Max inicialmente, depois o Max saiu, aí o Caio, que era o Caio, ele joga futebol e ele começou a trabalhar com o Max, e aí ficou tomando conta sozinho. Quando teve a última eleição, Há dois anos atrás, eu falei ó, eu não quero não quero mais fazer parte da diretoria, eu quero ir para o Centro de Memória e Documentação. E fui para lá. E a gente está tocando vários projetos né, já fizemos muita coisa, está organizado entendeu, isso está, está organizadinho eh eh, mas precariamente né. Nível de acondicionamento né, não é refrigerado, Nosso teto era poeira pura é entendeu e. Temos dois dois equipamentos só de... dois computadores. E o nosso projeto nosso projeto, que vai sair, se Deus quiser, esse ano ainda, é a digitalização, a ambientação do local. Entendeu é equipamento, equipar para poder aumentar o, atender mais pessoas com mais eficiência, mais conforto, mais informações, que com esse dinheiro a gente tem acervo de samba espalhado por aí, muito. Ontem, cada pessoa que eu converso, vem, olha, eu tenho isso, tenho isso. As pessoas que vão levar para o setor? É tem.
O, o acervo inicial da UESP eram de de de documentos gerados pela UESP, que eram resultado de carnaval, ficha técnica, samba-enredo, e isso estava meio que abandonado.
Esse era o nosso fundo inicial, era isso. E aí eh, com a história de de de que foi fundado, sem documentação e memória, algumas pessoas começaram a doar coisas. Eu tinha alguma quem tinha foi doando. Hoje o acervo está enorme aí. Além do do dos documentos da UESP, que são gerados anualmente, né carnaval e tal, tem teve doação de livros do professor do professor da, professor Teve um carnavalesco que nossa falou olha tem umas revistas lá de. Mil novecentos e cinquenta e quatro eu falei você está brincando. Doou para a gente. Então, tem muita coisa. Tem eh muitos discos né de de samba em rede, os antigos discos antigos, discos atuais também. Não é um museu né, é é um acervo que eles falam. Todo dia entra alguma coisa que vai ficando na memória. E quando você olha esse acervo lá, você fica com saudade do samba? Não, não eu não tenho saudade, eu estou vivendo o samba.

Faz falta, que nem nesse ano eu falei, eu vou para a Avenida, eu fui, entendeu? Eu vou, eu vou lá, eu tenho que ir lá, na Avenida, eu vou na concentração, do Tom Maior. Foi um baque, foi duro, entendeu? Foi muito duro. É claro, que desfilar é muito gostoso.

Embora eu não não concordo com o formato, com eh o visual ditado pela Globo, entendeu? Eh o visual global que se fala né tem que ser carro alto, carro alegórico, fantasia. Tudo isso é feito em função da televisão?
Ah, sim.
O visual cresceu em função da televisão. em função da televisão, mudou-se o visual. Construiu-se o Sambódromo no Rio, que é uma coisa alta entendeu, tudo isso. E tem muitos trabalhos sobre isso, a gente tem muita coisa lá entendeu. <coughs> Comprovadamente, o visual da o visual não só mudou, como ele tem mais importância do que qualquer coisa. O visual é mais importante que o samba-enredo, é mais importante que a bateria, O visual é mais importante que a ala das baianas, é mais importante que o mestre sala de porta Bandeira. É mais importante.

Porque é um espetáculo de televisão. Então, se se a gente entrar cantando tango na avenida, para Globo tanto faz. O importante é que tem as mulher pelada, tem os carro grandão entendeu, os efeitos especiais. E os os os sambistas antigos, como é que veem isso?
Eles né resistem né, resistem.
Resistem, tem um uma coisa que você falou, né, e que a gente até tem uma resistência muito grande, tem um sonho, entendeu, de a gente conseguir resgatar, retomar, tomar, entenderam? A gente tem, aqui em São Paulo tem muita gente que sonha que não é possível. Um dia, como é consumo, O que é consumido acaba. Um dia vai acabar. Esse formato vai acabar. Um dia não vai interessar mais para a Globo, gente. Ou a Globo vai à falência, não sei ou. Mas, um dia, vai pintar outra coisa que. Chega de carnaval, carnaval em São Paulo. Vamos fazer o carnaval da Bahia. Hoje, a tradição das escolas de samba não estão mais... Existem alguns setores. Nas velhas guardas, na ala das baianas, mestre sala e porta bandeira. Alguns setores aonde ainda os negros eh eh podem podem participar tá. Tem uma história... Isso por que tem essa eh... Desses discriminam também?
Não, tem uma seleção natural.
Hoje está caro desfilar em escola de samba. Então, tem uma coisa que eu falo. Hoje tem a cota da escola de samba. Você assiste o Carnaval pela televisão? Sim, o ano passado eu fui na... O presidente num num grita na... na concentração, tem quinhentas fantasias para a comunidade. Isso é cota não é cota?.

Pessoas no elenco de três mil e quinhentos, quatro mil, quinhentas têm o direito. O resto tem que ir, porque a comunidade não tem dinheiro, nem para pagar fantasia. O sambista mesmo, o sambista pobre, negro, não tem grana, gente, para pagar fantasia, e nem para assistir o desfile. o ingresso mais barato. A época que eu comecei, na na São João, na própria Tiradentes, eh as fa iam lá a família inteira. Pai, mãe, vó, tio, sobrinho, e fazia piquenique entendeu. Levava lanche, levava tudo. A família inteira na arquibancada eh o. O público que desfilava era o mesmo que estava assistindo. Entendeu então, as pessoas iam para assistir os os os filhos, o pai desfilando. A comunidade do samba estava na na avenida e na arquibancada. Hoje não está em nenhum desses dois lugares. Não está em nenhum desses dois lugares. O que fazer? Abandonar, não. Eu não eu eu não acho que eu abandonei... Não é que eu abandonei o desfile da escola de samba é. É que eu tive a felicidade de de, num momento certo da minha vida, estar trabalhando com uma possibilidade de resgate, que é a memória.
Você, no começo, tinha falado que a sua família né, sua vontade de, quando você viu a escola de samba pela primeira vez, tinha uma era uma coisa de família já, né? Então isso é um eu não sabia, eu via essa revista.
Entendeu.

Eu me lembro que a gente morava no Tatuapé. Criança, ainda lá perto, deveria ter... Escutava de longe a batucada, aquilo e... No primeiro ano que Tom maior desfilou, Nós desfilamos lá, em São João, e depois, no outro dia, nós fomos desfilar em Santo Amaro. Aí, um tio meu, que morava em Santo Amaro, estava na corda lá e me chamou. Falou, meu, você está realizando o sonho do seu pai. Eu falei, como assim? Seu pai era de escola de samba. Eu falei, não brinca. O sonho do seu pai era pôr uma escola de samba na rua e. Isso a minha família sempre escondeu. Nunca me falou. Falou, nunca, minha família. Falavam que meu pai era um grande bailarino, um grande boêmio, mulherengo para caramba, o rei da gafieira e tal, mas nunca falavam em escola de samba. Nunca falavam. Então é uma coisa maluca, que a história do arame também né. E olha, eu não convivi muito com meu pai, porque ele sempre foi quando eu morava com a minha avó, meu pai estava pela gandaia da vida, entendeu? Viajava muito, trabalhava para uma empresa que fazia obras aí pelo Brasil. A gente conviveu muito pouco, mas a essa convivência foi muito... Mas mesmo ele, ele não falava, a gente conversava outras coisas, entendeu? A gente conversava outras coisas, de de de relação de família, essas coisas. Ele era muito apaixonado pela minha mãe e ele pedia desculpa pelo jeito de ele ser, de ele era mesmo mulherengo. Eu vim saber que meu pai também sonhava em ter uma escola de samba no primeiro distrito da Tom Maior, na avenida, na rua, lá em Santo Amaro. Então, com certeza, ele tem a ver. Ano passado, que eu cobrei da minha prima. A minha prima é filha do irmão do... Eu co cobrei, não, eu comentei com ela essa história. Falei, pô, seu pai, hein? Eh. Seu pai, avó, avô, todo mundo, pô ninguém contou para mim, né? Você também sabia? Ela falou, eu sabia. Ela trouxe uma foto do de carnaval do meu pai. Está aqui. Ela falou, eu tenho uma foto do seu pai. Uma foto. Uma foto do meu pai no carnaval. Ele devia ter uns Dezessete, anos. Coisa que eu não tinha.
Minha família, com certeza.
Eu não tenho filhos, tá? Não tenho filhos por razões biológicas é, não tenho filhos. Mas eu tenho sobrinho e tenho ah as minhas primas, assim, minhas primas da minha idade, os filhos, todo mundo, a minha família hoje, todo mundo é do samba.
A sua mãe também está Não, minha mãe não. Minha mãe nunca... Nunca participou? O meu sobrinho, filho da minha irmã, é mestre de bateria da Mocidade Alegre.
Eu tenho eh sobrinho que é... mestre de bateria da Acadêmica entendeu. Tenho uma prima que é diretora social da Escola de Samba Nenê da Vila Matilde entendeu. A família está toda no samba. Toda, toda e. Eu eu sou o pioneiro. Isso é legal, me orgulho muito disso então. Meu sobrinho ele eh, se não sei se vocês vão se lembrar, meu sobrinho já sai na frente da ba, sobrinho neto. Ele sai na frente da bateria, junto com o pai, dirigindo a bateria da Mocidade Alegre. Ele tem seis anos. Seis. Ele sai dirigindo mesmo, não é que ele sai... Entendeu? Ele. É super concentrado. Então, o meu sobrinho, esse ano, por exemplo, tinha uma tinha uma uma evolução, um movimento da bateria, que a bateria ia fazendo assim. Ficava uma coluna aqui e outra coluna ali. E ele ficava numa dessas colunas. Quer dizer, era um negócio muito rápido, né? Que também ele não tenta... Mas é um negócio muito rápido, ele só tinha que ficar assim. Até... É... É... Aparelhar de novo, aí o meu sobrinho reto retomava.
O resto da família inteira acabou realizando o sonho do seu pai? O resto da família.
E os seus casamentos? Conta um pouco aí. No seu caso foi casado várias vezes?
É, casado mesmo não, né? Nunca casei assim oficialmente. Tive três três esposas. Atualmente?

<laughs> Todas ligadas ao samba assim então? Não. Também não. Não. Maria Elisa foi para o samba por minha causa. A Cíntia não era do samba entendeu. Conheci ela aqui na USP, quando trabalhava na USP. Ela trabalhava aí também e. E a Neuza também não era do samba. Então, nenhuma. Quer dizer, eu morei com essas três. É. Exatamente quatro anos com cada uma. Não sei por que também <laughs> não me pergunte. Quatro anos parece que é a cota de de de paciência das mulheres comigo. <laughs>
E quais são as suas principais lições assim de vida durante a sua trajetória? O que o senhor traz de assim de lição, de aprendizado de vida, talvez? De aprendizado, eu acho que é ligado ao samba.
Eu acho que o o samba é, enquanto cultura, é uma coisa muito séria. O samba é uma coisa muito séria. A cultura brasileira é uma coisa muito séria eh. Conviver em grupo é uma coisa muito boa. Respeitar as pessoas eh, aprender com as pessoas, ensinar as pessoas entendeu. Essa coisa eu aprendi tudo tudo na escola Samba. Saber o respeito, A vontade de aprender, a vontade de ensinar né e. E é o meu maior lema, o samba é ciência. O samba é ciência. Esse é um samba do João Nogueira. Ele fala, o samba é ciência e com consciência. <sings> Só ter paciência que eu chego até lá. <sings> Eu gosto desse samba há muito tempo. Esse samba deve ter uns trinta anos. Eu gosto desse samba há muito tempo. E agora eu estou tendo a a felicidade de, na prática, Na prática, comprovar. O samba é ciência. O ano que vem ah, o Carna o Carnaval da UESP vai ter um tema central. Os cento e vinte anos da abolição. Nós chamamos abolição inacabada. Mas esse título é interno, por enquanto. Por causa de patrocinador, essas coisas. Então, por enquanto, é C anos de abolição. Mas, na verdade, é Cento e Vinte anos de Abolição Inacabada. Então todas as escolas de samba vão falar sobre cultura negra, cultura negra, não especificamente cultura negra enquanto forma de resistência, enquanto forma de afirmação tá e. Como é uma parte que eh é enredo, essas coisas né, caiu para mim fazer organizar isso. Organizei o seminário, comecei a procurar pessoas. Consegui eh oito palestrantes sambistas, negros, o que tem menos tem eh eh mestrado na área do samba. Uma coisa maluca, maluca. Então, existe hoje muitos cientistas interessado hoje, estou falando hoje, porque lá atrás também tem já teve alguns né. O samba, realmente, hoje é encarado pelo sambista como ciência como assim. antropologicamente, socialmente, eh geograficamente. Tem uma menina fazendo um trabalho fantástico na Geografia Social. Né ela está fazendo mestrado de Geografia Social. Ela está pesquisando né lá no Centro de Documentação e Memória. Um trabalho fantástico entendeu o Samba eh. O samba como transformador da da localidade onde ele está instalado.
Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar, que a gente num talvez não tenha perguntado? Eee. Sobre toda a sua trajetória de vida no samba?
É tudo no samba é. É tudo ligado ao samba. Eu cheguei a fui funcionário público. Cheguei trabalhar em agência também. Agência foi uma coisa maluca que aconteceu. Aí eu aprendi criatividade. No samba então eu fui trabalhar numa agência de publicidade, de propaganda, uma grande agência, a Jarbas, eh como datilógrafo temporário. Aí eu saí de lá um ano e meio depois como gerente de mídia entendeu. Tudo isso por causa de um sambista que também era publicitário. Quando eu fui trabalhar lá, ele falou ó meu, você tem que entrar na mídia, que você leva jeito para isso você tem e. E eu queria falar né de um cara que a quem eu devo tudo, que se chama Talismã. Talismã é um dos maiores gênios, um dos maiores gênios eh do carnaval brasileiro ele era. Ele era carioca, radicado aqui em São Paulo, e foi o cara que um dia chegou para mim e falou o que que eu ia ser no samba. Ele falou para mim o que que eu ia ser. Ele falou, meu, você não fica tocando cuíca, querendo dançar essas coisas não. Você é pensador do samba. Ele me falou isso em mil Falou, você é pensador do samba. Eu fui conversar com ele por causa da invasão dos intelectuais no samba. E eu falei, pô, Talismã eu estou preocupado. Né está tendo essa invasão e tal. Me sinto usado, tal, de intelectual. Aí ele falou, meu, intelectual é você. Aí que ele me falou isso. É o cara que me inspira, entendeu? Como todo sambista, morreu assim, na na pior entendeu, muito pouco reconhecido. Digo que ele era gênio porque ele era, antes da da existência da figura, carnavalesco. A época não existia esta figura, que hoje manda no carnaval. Só que o Talismã ele ele ele imaginava um enredo, aí ele escrevia o enredo. Aí ele imaginava a fantasia, ele desenhava a fantasia. Ele imaginava um carro alegórico, ia lá e desenhava aí. Ele ia lá e fazia, confeccionava a fantasia. Ia lá nos carros alegóricos, confeccionava, fazia escultura, ele fazia tudo. E aí, de quebra, compunha o samba né ele era absoluta e não não é a. Hoje ele seria assim, consagradíssimo né, carnavalesco, mas na época não existia isso. Esse termo carnavalesco. E ele me ensinou também serenidade. Foi uma pessoa mais serena que eu conheci. Fantástico eu. Me emociono quando eu falo dele. O grande Talismã.
Tem mais alguma pessoa que o senhor queria... No samba, ele.
Sem dúvida. Claro, eu fui eu tive grandes mestres. Seu Inocêncio, Geraldo Filme. Tive grandes mestres entendeu.

Sim, a felicidade de conviver com pessoas assim, grandes mestres, mas a minha é o Talismã, sem dúvida. O senhor chegou a compor alguma?
Não, não sou compor, compositor
Nem de Frustração, Nem de brincadeira? Uma das frustrações que eu tenho. Não saber compor. Cantar, a gente canta. Entendeu? Tocar, também toco alguns instrumentos e tal, mas compor. e, ao contrário do meu pai, sou um péssimo bailarino. <laughs>
Num samba? <laughs>
Sambar, engano né, mas o meu pai era bailarino. Né de gafieira e tal. E hoje em dia você ainda toca cuíca?
Não, não toco mais, não.
Toco de brincadeira, na roda. Tem uma coisa que eu também estou muito contente, porque existe hoje muitos jovens fazendo samba de qualidade tá. E teve um período muito ruim, só tinha samba-enredo e esses grupos também criado pela Globo, esse tal de pagode de televisão foi a Globo. Foi uma das ações da Globo que deu certo ao contrário, porque teve a lambada, teve preciso inventar alguma coisa. Eles começaram a inventar esses grupos esses grupos de de de pagode na televisão e tal e. Isso despertou na juventude negra a vontade de ir para a televisão, e aí de fazer samba, de tocar samba, Eu me lembro que, quando eu era criança, eu morava aqui nas, ali na Pompeia, o Reduto do Rock, para cima e para baixo, jovem andando com guitarra. Hoje, você vê jovens andando para cima e para baixo com o cavaquinho na mão. É uma coisa que eu sempre sonhei na vida entendeu. O jovem está estudando música. O Caio ele já fez eh se formou tocando sax, se formou em em percussão, está estudando canto. E num é só ele que assim, tem um número muito tem muito grupo muitos grupos de jovens fazendo samba de qualidade, não é qualquer samba, não é esse samba aí da televisão dos Katinguelês da vida.